Bem, eu nasci a nove de janeiro de mil novecentos e cinquenta. Parece, né? <laughs>

E, o que mais perguntou? Não É basicamente isso. Ah

Nome Seu nome completo?

E o nome dos seus pais?

E o a sua mãe, qual a profissão dela, qual a atividade dela?
Olha, minha mãe sempre foi doméstica, entendeu? Sempre. Depois, com a morte do meu pai, ela começou a ven... Minto, a morte do meu padrasto, depois a gente vai entrar nesse assunto, ela vendeu cosméticos na rua.

A sua mãe, ela nasceu em que cidade?

E veio para São Paulo?
Ela veio para São Paulo aos vinte e dois anos. Vinte e dois

Eu nasci aqui, no caso, né?

Mas ela veio de lá aos vinte e dois anos.
Para a cidade de São Paulo?
Para a cidade de São Paulo, exatamente.
O seu pai, ele qual era a atividade dele?
Funcionário do Dê érre, estado? Departamento de Estrada e Rodagens.
E o seu pai, ele nasceu em que cidade?

se conheceram lá, entendeu? Namoraram, só que, como minha mãe tinha ficado sem a mãe muito cedo, a minha avó faleceu de parto aos trinta e três anos, muito jovem, e a minha mãe sendo a mais velha, Eu acho que meu avô já né tinha uma namorada engatada, porque, o que se explica, seis meses depois, ele já estava com a segunda mulher. E ele arrumou um casamento. Naquela época, dizem né que arrumava casamento, mesmo que a filha não queria né não quisesse, aliás. E minha mãe não amava, não gostava do meu pai. Ela casou chorando, entendeu? Aí depois, com o tempo, com a vivência né, acho que ela passou a gostar dele. Não gostou, mas teve três filhos né, <laughs> inclusive eu. Entendeu? Eh E é isso.

É, se casaram, casaram na igreja né, nem foi no civil, entendeu? E ficaram morando lá.

Né então, eles vieram para São Paulo.
E você é o primeiro dos
Então, eu sou o terceiro filho, eu sou caçula do primeiro casamento dela.

As duas nasceram lá, só eu nasci em São Paulo, <laughs> o único.
A sua Eh mãe ficou casada há quanto tempo com o seu pai?
Então, eu acredito que minha mãe deve ter ficado com o meu pai, Bom, o suficiente para ter três Esse dado exato eu não tenho, porque eu tenho mais... Eu era muito criança. Depois, seguindo a história, você vai ver que eu tenho mais dados do segundo, porque o pai é mais o que o que Então, eu não tenho ideia de quantos anos exatos, mas foi o suficiente para ter três filhos.

Entendeu? Então, foi isso. Você

que é uma foto que eu trouxe, que você viu aquela foto, de quase dois anos, no colo, bebê, entendeu?

Sei daí um pouco depois, eles se separaram daí sua mãe.
Exatamente. Quando a minha mãe se separou do meu pai, no caso, eu tinha seis anos, cinco e meio para seis anos. A separação veio, foi melhor assim né. Traumático, como é para todo mundo, né? Porque eu acho que o pai, assim, a o ídolo, né? Do filho. Então, marcou muito a separação, mas não é o primeiro, nem o Último Do mundo, né? E
Você <sniffs> continuou contato com seu pai depois?
Continuei, continuei sempre em contato com ele, né? Até o falecimento dele, né? Que se deu há uns... dez anos atrás né. Muito amigo só. Não tinha assim a convivência né que fortalece o amor, no caso. Então, não tive muita convivência. Achei que ele também, como ele fez uma nova família, então, ele é óbvio que ele se dedicou mais lá né. Então, os laços ficaram meio fracos né, fragilizados, seria a palavra certa. Mas eu guardei, não aquele amor assim, mas um amor como você tem com um amigo, um vizinho, uma prima né, mas sabendo que ele é pai, sempre né, respeito. tratou bem. E o

Então, eu me lembro assim que a escola era de madeira, sabe? E o era uma época que os alunos também né tinham a professora como ídolo né, daqueles que leva flores né, chocolate né, aquele amor assim, sabe? a professora chegava na sala, você estremecia né, entendeu? Sempre teve aqueles mais rebeldes, mas não tanto né como agora né. Então, eu me lembro aassim das cachoeiras, lá tinha muita cachoeira. Então, a gente ia muito brincar nas cachoeiras. Quando tinha enchentes, formava aquelas piscinas naturais né, e a gente comia muita fruta assim no pé, tipo araçá, você nem conhece né, maracujá de casca preta, tinha banana de macaco, só no nome, mas a gente que comia, os macacos <laughs> eram nós né. comia, e era uma infância gostosa. Brinquedos, na realidade, a gente fazia em casa. Carrinho eu me lembro que eu tinha carrinho feito de lata de ma de <sucks teeth> de peixe, sardinha. Sei quando eu queria fazer caminhão, aí eu fazia com lata de óleo. Aham E às vezes também né ganhava de algumas pessoas, alguns políticos né, queriam ganhar voto, dava para a gente.
Mas era felicidade. Vocês moravam numa casa lá? Eh
Era uma casa. Casa estilo não era assim, não tem nada contra favela, mas era estilo casas do sul, Hum casas de madeira mesmo, com terraço, muito arrumadinha sabe, que pertencia ao departamento de estrada de rodagens. Só que, como a minha mãe separou do meu pai, nós fomos convidados a sair. Só que a minha mãe casou novamente também.
Daí daí vocês foram morar em outra casa.
Exatamente. Se você quiser falar sobre o segundo casamento... Não. Posso falar? Claro, lógico. Então, aí com o tempo, minha mãe muito nova ainda, né? Minha mãe era nova ao separar. Ela devia ter no máximo trinta, trinta e um anos, né?

Acho que é descendente português, bem branco ele. Aí, conclusão, eles ficaram namorando só. E ele já era um pouco melhor de vida do que o meu pai, entendeu? Sei Ele não era rico, mas ele era gerente de um armazém que a região toda comprava lá, entendeu?

Então, conclusão. Na escola, eles achavam que eu era riquinho né. Tinha a época da caixa, não sei se hoje em dia tem, que ganha material. Ah, ele não pode ser da caixa que o pai dele é rico. Eu dizia, mentira, professora, mentira. <laughs> É porque o meu o padrasto né ele tem um, ele é gerente, ele não é dono. Ah, ele é rico e tal, sei lá. Mas eu nem sabia o que era caixa. Criança pensava que ia ficar dentro de uma caixa. <laughs> preciso vir na escola todo dia. Entendeu? Aí foi isso. Aí, conclusão.

Então, ele fez a estratégia assim.

Ele era ele era ele era ele era viúvo. Mas ele era namorado da sua mãe, daí ele ofereceu a casa para... Ofereceu, exatamente.
Porque a minha mã e aí minha mãe também... Ele, além de de tomar conta do armazém, ele tinha uma pensão. E minha mãe era exímia cozinheira, então ela ficou tipo namorada funcionária. Aí ele deu lugar para ela morar automaticamente, nós as crianças.

Aí ele inventou assim, volta para a gente tentar recomeçar, por causa das crianças né.

Minhas duas irmãs estavam no ano letivo para não estragar o a escola. Eu não estava na escola ainda, entendeu? Não tinha pré. Tinha, acho que só em lugares assim da dos jardins aí devia ter, mas lá não tinha ja pré-primário. A conclusão. Eu vim com a minha mãe e meu padrasto ficou triste né, foi perder a namorada né. A minha mãe falou, não, eu vou tentar, não custa. Né por isso que eu te digo que ficar com alguém por causa de filho, casal, é bobagem. Só quando há amor né.

Ficaram uma semana, voltaram a brigar de novo. Aí quando meu pai foi trabalhar, falou, olha, não dá certo. Vou trabalhar. Quando eu voltar, por favor, não esteja mais aqui. Aí foi o que aconteceu. Arrumamos as coisas. Ficou bravo ainda né. Ah ainda estão aqui, querendo dar uma de machão né. Aí Nós vol retornamos para lá. Ele Meu padrasto era muito festeiro. Ele comemorou né, soltou até fogos. Ela voltou. Essa é a mulher da minha vida. e, para esse capítulo ficar menor, se casaram. Teve festa assim com baile até o d amanhecer. A única nota triste foi eu, criança, fui soltar o rojão, peguei o lado contrário e queimei a mão. Mas eu me lembro direitinho da do safoneiro, as pessoas tocando né. A minha mãe toda de azul e branco né, feliz né, porque ela tinha casado sem amor, e agora, porém, era com amor né. Diferente né. Então, ela casou mesmo né, no civil tudo Aí a nota triste, mas minha mãe estava tão feliz que a que a minha mão queimar para <laughs> ela era um detalhe né. Ela falou, ai coitado, alguém leva ele. <laughs> Aí os amigos lá puxavam muito o saco dele. Aí levou para o hospital, enfaixou né, também não é coisa do outro mundo. Tanto que minha mão, graças a Deus, é perfeita. Sim e tanto
Você quanto É suas irmãs vocè? Tem duas irmãs. Duas minhas duas irmãs
Então, meu padrasto praticamente adotou a gente né como filho.
Ele não tinha filhos?
O meu padrasto já vinha também de eh um aba de outro casamento, só que o filho dele, quando separou a mulher, levou embora. Então ele ficou só né. Ele era muito pai mesmo sabe, ao ponto que a minha mãe dava bronca, ele achava ruim com ela. (rosnado) Não mexe com ele e tal. Ele gostava também, nas horas vagas, cortar cabelo, não a máquina automática que não tinha né, aquela manual. Então, eu era tipo o manequim dele né. Ele Chegava às vezes, moleque queria deixar o cabelo mais cheio né. Ai, vamos cortar seu cabelo. Dizia Não, não, pelo amor de Deus, quero deixar estilo estilo os garotos maiores, Não, não, vamos cortar, é americano né. Ele cortava e aí depois ficava me exibindo para os amigos dele. Vem cá, vem cá. Aí eu mostrava com uma cara meio emburrada. Vira, vira de costa para mostrar. Vira, vira. Aí eu mostrava, era o manequim dele. Ele foi um paizão. maravilhoso, uma pessoa muito boa mesmo. Só que depois né, o tempo passa, ele fumava muito, tinha problema no coração e sofreu um derrame né. Aí já a vida também né mudou tudo de novo Isso financeiramente.
Isso muito tempo depois?
Olha, foi pouco tempo. Achei que minha mãe ficou oito anos só de felicidade. Muito pouco. Porque ele sofreu esse infarte.
Ele faleceu?
Não, ele não na primeira vez. Ele sofreu esse infarte. Aí nós Eh sem o trabalho né, como dizia a música do Fagner, o homem não tem honra né. Então, não dá para ser feliz né.

Ele ficou um lado paralisado, mas aos poucos voltou. Só que o médico falou o senhor teve sorte, que o senhor é novo ainda Esquece o cigarro, quer dizer, sempre foi, né? Esquece, esquece que você não pode fumar, beber nada. E ele obedeceu. Mas aí voltou. Quando ele teve a segunda vez, aí foi fulminante. Ele faleceu.
Ele faleceu jovem também.
com Apesar que, naquela época, quarenta e um, você já notou que vai mudando. Né hoje em dia, as mulheres de cinquenta, sessenta, se bobear, elas até estão posando para Playboy. Naquela época, quarenta anos já né, mas ele faleceu jovem. A minha mãe ficou com
E que lembranç que lembranças você tinha dessa quando você vivia na pensão porque vocès? Tinh tinha mais pessoas ali convivendo com vocês?
Tinha Tinha mais crianças como é que era, Tinha bastante gente, inclusive os pensionistas né, tinha figuras muito incríveis.

Ela já sabia né, mas pergunta.

Ela já fazia os pratos. Aí ele, mais, mais, mais. Comia muito, sabe? Agora tinha um que ele gostava de comer eh pimenta na colher eh. Ele tomava um golinho da... da pinga e uma colher. A minha mãe dizia, mas você não vai almoçar hoje?

Aí ela falava, você vai morrer logo, você vai morrer jovem, porque a pimenta misturada com a maldita pinga, né? Aí ele dizia, não, meu estômago é privilegiado. Viveu muito mesmo. Não aconselho ninguém, pelo amor de Deus. <laughs> Mas tinha figuras incríveis na pensão, era muito movimento, sabe? E a minha mãe, energia na, ela era jovem e tudo né, mas era muito trabalhoso, mas ela fazia com amor.
Vocês É ajudavam a sua mãe na?
Não, porque a gente era muito pequeno, né eh? Verdade.

Filho Coruja. Era uma mulher muito bonita, muito. Os dentes, tudo. Ela, depois a gente vai contar, ela já faleceu, mas ela, até o fim da vida, sempre perguntavam se ela fez plásticas diziam Louco, jamais faria Então, tem muita coisa boa daquela época assim né.
E daí você costumava brincar muito com as suas irmãs nessa época?
Olha, eu brincava, sim. A gente se dava muito bem. Nossos eh Éramos e somos muito unidos, você entendeu? Mas, como eu te falei, era brincadeira bem rústica, sabe? Quando eu vinha gravar aqui, eu passei numa rua. Eu não me lembro o nome da rua. Eh Ela vai dar acesso a essa rua aqui. Eu vi alguns cipós. A vegetação. Eu lembrei. Parecia Tarzan. A gente brincava muito assim, naquela no mato né. Então, tinha muita essas brincadeiras de fingir que era Tarzan, sabe? cipó, fazer cabana. Entendeu eh Por exemplo, vinha uma turma e fazia assim umas es não é estátua, umas muralhas de pedra na cachoeira. Aí gente ficava escondido olhando. Aí Quando eles saía, a gente desmanchava. Ah vamos fazer uma mais bonita. <laughs> Não tinha prêmio né, era competição do mal né. Um escondia no mato e destruía a obra do outro. Você aguenta? Então, era isso. Mas eu brincava muito com minhas irmãs também, e não tive problema de brincar com brinquedo feminino, elas também não. Acho tudo bobagem, entendeu? Acho que o brinquedo não tem sexo. Não tenho vergonha de dizer que brinquei de boneca. <laughs> É verdade. Eu tinha carrinho, tinha como todo moleque né. Eu tinha revólver. E também, como minha mãe ia comprar as bonecas, aí eu criança achava bonito, né? Ah, compra para mim também.

Falei, nossa, aquela marcou, hein? Ele falou, aquela marcou. <laughs> Era uma boneca grande, bonita, sabe? Que aí minha mãe estava casada do meu padrasto, tinha um dinheirinho a mais.

E ela comprava alguns brinquedos lá, né? Inclusive, minha casa não tinha geladeira, né?

Não sei se você conhece uma praça que tem aquelas bicho preguiça. E ali a gente tomava sorvete, nossa era uma festa né. Tomava vários sabores assim né, era uma felicidade né. E, para a gente voltar para casa, era carona.

De carona dos outros, todo mundo parava, para você ver como o mundo mudou para, nesse sentido, para mal, com a violência de hoje né.

Normal, se entrar, vai para onde? Tal Hoje, talvez, aconteça isso né, no interiorzão, por aí né. Não aqui né. Todo mundo tem medo.

Carro, lógico, era artigo de luxo.

Olha os Tubarão lá, com aqueles carrões, assim cadilac né.

Só que a escola depo, lá essa escola que eu te falei que era a o início, só tinha, para você ter uma ideia, até o acho que segundo, terceiro ano. Quando chegava no terceiro ano, só tinha uma professora para dar aula.

Então, você se transferia para lá. Só que era um pouco longe. Sabe o que a gente fazia? Pegava a rabeira no carro. Então, a minha irmã, ela pegava a maior né, aí pegava o cinto do avental, que usava uniforme, e eu segurava e ia me puxando. Olha que perigo, né? Porque a gente corria, né? Até que um dia eu caí.
Mas como que vocês pegaram a rabeira? Vocês
É segurar na traseira do carro. De bicicleta? Não, a pé. Porque na estrada, os carros que são são de... tras transporta coisas pesadas eh, para subir a São Paulo, eles iam devagar. Entendeu? Então, a gente Você subia no parachoque É e ficava segurando A gente não pegava na na ida para lá, que era descida, eles iam mais, né? Agora, na volta, no retorno, a gente estava mais cansado, né? dizia que estava cansado da aula, entre aspas. Então, aí que acontecia, porque o carro ia muito devagar. Inclusive, tinha aqueles caras do nosso bairro que eram amigos da gente, assim, e apareciam com la caixas de de de doce e tudo, e a gente não considerava eles ladrões. Engraçado isso, né? Comecei a pensar. Eram nossos amigos. Mas, aonde você arruma? Eles vendiam. Ah, nós pegamos no carro. Mas eles eram gente tão boa amigo da gente né, não era assalto assim à mão Eles simplesmente, como o carro praticamente não andava, ia devagar, eles pegavam normal, o motorista nem percebia, no retrovisor às vezes sim né, mas aí eles deixavam. Mas eles pegavam essas coisas, entendeu?
Você falou que você um dia você caiu? É
É, um dia eu caí. Eu caí porque o carro tinha uma potência melhor e ele não estava muito carregado, então ele correu um pouco a mais do normal. E eu caí, machuquei a perna, tudo, e minha irmã ficou com medo. Aí eu contei, né, ela dizia, não conta, eu contei para a minha mãe. Aí minha mãe brigou com a minha irmã, tal, tal, aí nunca mais pegamos, aí andamos normal. E de vez em quando, né, alguém dava carona, né, mas não era sempre. Mas era gostoso.

Aí eu, aquela coisa de filho, queria ver ele depressa. Seu pai está aí te esperando. Aí eu pulei do caminhão rápido, e caí em cima do braço e quebrei aí. Isso eu já tinha sete anos né. Foi uma coisa que marcou pela dor né. Caí do caminhão. Como é que a sua irmã subia no para-choque e você segurava na É eu segurava na no cinto do avental dela. Cinto da ventral dela. É Porque ela tinha o cinto, ela tirava o cinto, segurava na mão e falava, segura aí no meu cinto e venha. Você imagine, né? A nossa diferença de idade, dos irmãos, é quatro em quatro.

Então, vamos supor, se eu tinha sete, né? Tinha onze. Então ela onze. E a mais velha, quinze, né? Que a a mais velha já tinha se formado. E aquela coisa, a gente achava diversão, porque para a criança né, para os outros, é perigo né. Para a gente era uma maravilha assim, e para a escola era uma farra. E tinha assim a a merenda, ela era não tinha comida assim, tem mais o a Então, eu me lembro, tinha o dia do pão com goiabada, o pão com queijo. Eu não gostava de queijo, até hoje não gosto. Então, era triste. Pão com banana, eles variavam o cardápio. Mas era assim. Só que eu me lembro que não me ligava na comida. Eu queria farra né no recreio tal, brincadeiras né, aquelas coisas. E as tradicionais briguinhas né. Falava, tá, vou te pegar lá fora. Vai nada, vou sim. Então sempre tinha aquele valentão, né? Aí a gente ficava, você não vai sair, ficava na sala. Terminou a aula, vamos. Ah, sabe o que é, professora? <laughs> O cara quer me bater. Quem é que quer te bater esse aqui? Você quer bater nele? Mentira. Aí ela me escoltava, ou escoltava o outro que também era candidato a apanhar, né? Aí o moleque só fazia assim. Hoje não, mas amanhã você vai ver. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu. Agora, eu era bom, mas era rebelde né. Eu não acredito em horóscopo, mas quem é de Capricórnio eu sou nove de janeiro, né? Às vezes, eu não queria a lousa, quadro negro né então. Eu ia quando eu quando eu queria, tudo bem, mas quando eu não queria, eu empacava igual o burro bravo né.

Não vou. Como pode ser um menino tão bom, tão bonitinho? Não vou. Aí eu me lembro que um dia ela tentou, eu segurei e ela me puxava a carteirinha junto. <laughs> Aí sabe o que ela fez? Mandou chamar a minha mãe na escola, sem eu saber. Aí eu estou na escola lá, Bate na porta, entra minha mãe. Falei, mãe, nossa. Mãe, nossa. É eu fui chamada para vir aqui, seu sem vergonha. Você não tem vergonha? Você vai apanhar, chegar em casa. Aí eu falei, professora. Foi obrigado, porque você está muito rebelde. Mas aí quando essa nossa, sua mãe é bonita. Começou a elogiar minha mãe. Depois eu contei, cheguei em casa e minha mãe falou, ah é até esqueceu de me bater. Ela falou que você era tão bonita, mãe. Como é o nome dela?

Nossa, até o nome dela é bonito. Aí ela distraiu né e ela não me bateu. Acho que deixou para outro dia. <laughs> Mas eu melhorei. Melhorei, Depois dessa você melhorou Melhorei porque, naquela época, os moleques eram mais recatados, as meninas também. Né então, o fato da mãe ir lá poderia dar, assim, tanto que teve um pouco... Nossa, a mãe teve que vir aí? Nossa, que vergonha! Não sei o quê A mãe ir lá te buscar, tudo bem né, mas ir lá, chamada, era uma afronta. Aí veio junto com a diretora ainda, sabe, que era a autoridade máxima. Realmente. E minha mãe, de vez em quando, batia mesmo. Não na cabeça, a só no no bumbum né.

Eu não tenho filho, mas, se eu tivesse, sou a favor.
E você, nessa época, que recordação que você tem da escola?

Agora, é como dizem, a mentira tem perna curta, né? Eu não Eu não tenho hábito mentir. Eu sou sincero com você.

Quando eu voltei no fim do ano letivo, com medo que eu não tivesse passado, porque naquela época você você se formava do primário, e a admissão ao ginásio. E eu passei dez, dez em tudo. Hmm estou com um pigarro e agora. <coughs> a tosse, vai sair lá. Fazer uma Quer água?

Claro, fica tranquilo. Um pouquinho de tosse Não, é melhor. Senão fica também... Fica. Né É, pode pode ficar tranquilo, é? Também vou beber aqui, porque... <coughs> Eu tenho rinite.
Tá saindo tudo isso lá? Não tem problema. Tá melhor, tá vendo? A Água é água é Então, mas daí você você ficou com dez... É, foi uma surpresa, porque eu procurei a. Aliás, onde eu andará você, minha professora, né? Eu lembro o nome dela. <sniffs> Qual? Minha professora primária, maravilhosa.

E Você tem uma boa lembrança dela?
Eu tenho ótima lembrança. Por quê? Porque ela ela era mais do que professora, né? Porque você veja bem, uma professora só para dar aula assim, praticamente dois turnos para muitas crianças da localidade e numa classe só ampla, tudo bem, mas primeiro, segundo e terceiro tudo junto, ao mesmo tempo. Tendeu? Ela tinha que lidar com várias etapas de idades né, de cabeças, e ela sempre com amor, com carinho, não se estressava. Então, ela marcou muito a minha vida. Para você ter uma ideia, uma coisa lembra a outra né.

A casa em que morei ela não existe mais né. <laughs> Bateu um pouco assim, eu sou uma pessoa bem sentimental né, porque achei assim, talvez a casa esteja lá ou reformada enfim, mas ela não existe mais né. No local fizeram um um bar tal né, mas tem aquela paisagem igual né. Então, passa um filme né na sua cabeça né. Aí procurei pessoas Muitos já morreram tal. Consegui encontrar algumas pessoas do passado. Falando o nome da minha mãe, do meu padrasto, que tinha comércio. Foi fácil. Aí Até almocei na casa de uma senhora que foi amiga de infância. Lembro de todo mundo.

Andei, andei, até encontrar. Quer dizer, encontrar a casa né. Ela é viva. Pelo menos até o dia que eu fui, ano passado né. Estava muito calor. Eh Aí eu comecei a procurar se alguém conhecia essa pessoa. E o marido dela, ele já foi vereador, então se tornou fácil.

Eu falei, não acredito, coisa de Deus. Ela falou, é verdade. Aí fui lá, falei para ela tudo. Ela falou, nossa, você fala tão bem da minha mãe, e ela, da minha mãe? Você me toca né, você me emociona. Eu falei, não, realmente. Ela falou o seguinte, eles moram agora no interior, tendeu? E eles estão sem telefone.

Na Santa Casa, problema de idade né idosa, geralmente, ela está fazendo tratamento eh de diabetes e hiper como Chama tensão É Aí o que aconteceu? Eu dei o meu telefone, só que não houve retorno. Agora, não sei se foi má vontade da filha ou se ela perdeu né, não posso julgar também né, mas eu não desisto. Aí eu penso em retornar lá outro dia, aí saber se ela perdeu o meu telefone, se ela esqueceu, Porque eu não sou de desistir fácil, né?
E teve algum alguma coisa <sighs> que te lembre <sniffs> ela com bastante força? Algum acontecimento que que você faça Ela lembrar dela?

Ah, tem, tem. Com certeza. Ela fez ela fazia várias várias promoções e eventos. Então, ela falou, amanhã é dia da árvore. Então, é o seguinte, eh quem vier assim mais bem vestido, O uniforme, cuidado no caso né, ela não deu detalhes. O mais arrumado vai plantar a árvore né. Essa árvore vai ficar aí plantada para sempre. Aí eu Na época, falei com a minha irmã ela falou pois é os que podiam correram para as lojas né. comprar uniforme novo. E, na época, era assim, a calça azul marinho, a camisa branca e a gravata, se você estivesse no primeiro ano, tinha uma lista, e assim sucessivamente, segundo tal né, só até o terceiro, que a escola só ia até aí. Então, um olhava para o outro e dizia, coitado né, você está no segu primeiro ainda. Aí, quando o ano que você passava de ano, mais, aí, conclusão, a minha irmã engomou a minha camisa branca, A minha calça, bem passada, fez o que pôde né. Aí a A gravata, extremamente maravilho, só que as listas da gravata estava feia. Ela trocou por bem branquinha né, aí me arrumou bonitinho tal tal né, sapato engraxado. Aí o Os que compraram roupa nova né ficaram tudo assim né, coitado né. Aí a Ela achou que, dentro das minhas possibilidades, eu estava o mais impecável. porque alguns compram roupa nova e esqueceram né de passar. Naquela época, a roupa era muito bem passada né. Hum Aí eu fui escolhido, sob protestos né, e eu plantei a árvore. Você entendeu então Foi uma coisa assim maravilhosa. Nós cantamos o hino. A gente só entrava na escola após cantar o hino, mas não precisava ser necessariamente só o hino nacional. Tem o da bandeira né, tem aquele o da pátria né, Salve, E tal cantava, e todos cantavam com a mão no peito né, um detalhe né, tendeu com reverência. Uhum Grandes cidadões. Aí Isso aí marcou muito para mim. E teve também uma outro concurso, deixa eu ver ah de quem declamasse melhor. Eu declamei uma poesia, só que ia ser no dia seguinte à festa, e a poesia era muito grande. Era uma poesia de quem? falava sobre as estrelinhas que, soprando, a estrelinha, não me lembrei, apaga o giz de cor, uma coisa sobre escola, mas ligado ao planeta, tendeu? Sei Foi isso. Eu ganhei também, então, ela era muito legal comigo. <coughs> Mas eu acho que eu tinha um Quê Í a mais, da turma no geral, né? Era muito dedicado e tal, a dedicação faz com que você nem precisa ser tão inteligente, mas você seja aplicado, no mínimo, né?
E você saindo da do primário, daí você foi estudar aonde?

E eu passei, né? Aí fui a ginásio, né? Era o curso ginasial, né que?

Como é que foi a chegada na escola?
Eu achei assim uma grande diferença né, porque lá as pessoas eram assim aquela coisa, desde a professora, parecia uma extensão assim da casa da gente né. Achei assim a turma da grande cidade mais rebelde né, não tinha mais aquele companheirismo né. <sniffs>

Ele era um senhor advogado. Ele era assim ele tinha uma alma boa, mas queria demonstrar muita autoridade sabe, bigodão assim, barba sabe. Ele batia na mesa para falar. Era uma coisa muito assim estúpido. Sabe então eu achava uma coisa assim muito chata né. Mas tudo bem. Quando eu terminei,

Aí teve a formatura, foi tudo maravilhoso. Depois que eu entrei na na admissão, eu te falei. Aí eu estudei. Só que eu pensava, a minha professora, que foi do primário, ela falou para mim, você é uma pessoa muito inteligente, você poderia ser um escritor, você gosta muito de redação né. Ela dava o tema. Enquanto os meninos ficavam batendo a cabeça, eu fazia rápido, ainda fazia mais umas duas para dar para algum amigo assim né. Aí Só que eu escolhia a que achava que era a melhor. Às vezes, eu me ferrava, porque aquela que achei que poderia tirar nota alta, eu dava para o parceiro e a dele que tirava nota alta, e eu não poderia falar. Ah, essa era eu que fiz para ele. Aí ia dar encrenca, tendeu? Mas aí eu pensava em... Como todo jovem até hoje, na hora de escolher a profissão né, tem seus conflitos. Mas eu sempre fui péssimo em matemática né. Isso me desencarajou um pouco. A matemática eu não conseguia entrar. Então, e como eu falei para você, Ah, aonde nós paramos mesmo.

Mas depois me adaptei. Assim, sobre a vocação. E a matemática, ela até hoje. Para mim, sempre foi difícil. Matemática, para mim, é um bicho de sete cabeça. Eu não vejo nada em É necessário, lógico. Por isso que eu acho que o mundo é assim, do jeito que ele é mesmo né. Pessoas que gostam de matemática, medicina, o outro é pedreiro, todos são importantes no mundo né. Mas eu sempre gostei de arte.
E você já gostava eh de ler naquela época? Já
Já gostava de ler, desde criança.
Já gostava E qual o primeiro livro que te marcou assim? O
Olha, o primeiro livro que eu li... era um livro que se chamava Livro Sodré. Eh

Esse livro fazia um apanhado de cultura geral. Assim você entendeu então O primeiro livro foi o Livro Sodré. Agora, eu li um chamado... É o tipo romance mesmo né para a minha idade. Eu dizia ah isso é O Morro dos Ventos Uivantes, que depois, inclusive, foi virou filme né.

Fiquei fascinado. E tudo o que eu pegava na mão eu lia, jornal, tudo, só que aí me deu a sede de cinema, que sou fascinado por cinema também né.

E no mesmo dia, festival né, o segundo foi A Branca de Neve, Sete Anões né, que é bem para crian bem água com açúcar né. Se falar para a criançada agora, eles até torce o nariz. Mas depois foi coisa de bang-bang, que era muito forte na época né. Bang-bang americano, nossa!

Então era umas de bang-bang. Só que eu me lembro assim, quando eu tinha... uns dez anos tal, começou a invasão né do Brasil em Hollywood né. <sniffs> Então, a gente se interessava e. Até a pronúncia era engraçada né. A gente falava assim eh... Deixa eu ver se lembro de algum nome de artista americano, que a gente mudava o nome né. Né falava assim... Aí você viu aquela atriz, Elizabeth Taylor? <laughs> A gente falava no pé da

A gente falava assim. Mas eu era fã bastante mesmo da... Oh meu Deus, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dela.

Você vê que eu lembro. Mas aí eu comecei a me interessar né. E saía na época, como saem de jogadores os álbuns, saía nas bancas os artistas americanos. Então a cultura assim do cinema <sniffs> era mais focada nos Estados Unidos ou. Hoje também é mais né, os filmes americanos continuam em primeiro né. Agora o cinema brasileiro está né, mas a gente comprava, às vezes trocava, fazia aqueles álbuns, eram os nossos ídolos. Então eu acho que Deus, ele é muito bom para mim. porque a minha cabeça, mesmo a minha aparência, falam nossa você não aparenta ká ká, você é muito jovem e tal, e, ao mesmo tempo, se manter jovem, não forçado naturalmente, e, ao mesmo tempo, ter visto tanta coisa boa. Eh eh Isso aí é o cha eh charme, é a coisa boa da idade, o tempo passar, que tem gente que tem medo. Né porque eu tive a privilégio de ver o lançamento dos Beatles né, foram meus ídolos. Tendeu como eu te falo, eh eu alcancei a época do Elvis, Presley, jovem guarda né, tendeu?
E você, <sniffs> como é que foi a tua adolescência?

Adolescência? É

Eu acho que ela foi assim com todo mundo, cheia de conflitos né da, muito conflito demais, muitos sonhos, mas também muita coisa boa né, porque a pa a vi porque você mais sonha né, <sniffs> a descoberta de tudo, sexualidade, tudo né que você não entende direito o que é, Mas eu nunca fui de muita turma, não. Por isso que eu acho, as pessoas falam que sou meio intelectualizado né, porque dizem, segundo a história, que se lê a vida dos intelectuais, eles nunca foram de né. Gosto sempre de ter algumas pessoas, mas muito selecionado eu sou, sabe? Eu não gosto, até hoje, de tumulto. de gentarada, me assusta, não gosto de multidão, entendeu? Prefiro um bate-papo igual o nosso aqui, assim, ou alguns amigos, ou família. Eu gosto de coisas assim, bem zen, bem light, sabe? Então, na adolescência era assim também. Eu Eu tinha, sempre você tem um amigo. Uma amiga. Eh É mais homem né, porque, às vezes, como diz o clube da bolin do Bolinha, <sniffs> a gente tem mais amizade com amigo né, porque é igual a gente né e tal e. E a mulher a gente tem até um pouco de medo assim né, porque é diferente da gente. Né e um fala uma coisa, tu fala outra, como é, como não é. Mas esse grupo de garotos que saem, bastante gente assim, nunca foi a minha praia. Nunca Nada contra quem, né? Acho que cada pessoa é o que é Claro, tendeu? Mas a adolescência foi. Agora, teve o lado também da falta do pai, né? Porque aconteceu o seguinte, pegando o fio da da da moeda, o fio da Da meada da meada, o meu padrasto, ao falecer, eu tinha simplesmente doze anos né então, era o quê? Pré-adolescente. Então, foi barra, né? Porque quando ele faleceu, A minha irmã, que seria a a mais velha, já estava casada. Casou muito criança ela. Agora, ficou eu, a minha mãe, só que a minha mãe teve três filhos com ele.

Ela teve mais três filhos?

Ao casar novamente com o meu padrasto, que faleceu quando eu tinha doze anos, já tinha nascido, ela não dorme no ponto né.

Então, ela ficou viúva, jovem, porém, Cinco filhos com cinco filhos. Seis, contando com a casada, só que essa já estava casada. Aí, minha mãe foi lutadora, batalhadora, né? Foi aí que entrou o lado, que eu te falei de vender produtos. Ela vendia, ela era a primeira colocada, ela se virava, esperando mais um pouquinho, que a minha irmã já estava quase arrumando emprego. Hoje em dia é currículo, naquela época fazia a ficha.

Aí já mudou, porque lá tinha a cooperativa né, a minha irmã recebia, comprava do bom e do melhor assim, enchia, já tinha geladeira né. Aí de tudo do bom e do melhor, já ajudou bem né.
Aí foi quando... Sua mãe vendia cosméticos na rua.
A minha mãe vendia cosmético na rua.

por ser uma pessoa que tinha dom para vendas, muito simpática, falante, ela pegou uma clientela muito fiel. Tanto que eles davam prêmios para os primeiros colocados e minha mãe sempre ganhava. Não eram prêmios assim né, era utilidades doméstica. Aí, conclusão, eu aos doze anos, continuei estudando, para você ter uma ideia, com treze anos, eu estudava de dia. Estudava, oh é de dia eu estudava, não trabalhava. Mas aí né, aquela falta né de um dinheirinho que todo mundo gosta, cheguei e falei para ela, mãe, eu vou trabalhar. Não, você é uma criança. Como criança? Tenho treze anos. Não, não, vai fazer o quê? Falei, não, é que um amigo meu falou que o tio dele tem uma lo uma loja, uma fábrica de móveis, está precisando de um garoto lá, paga pouco, mas eu vou estudar à noite, eu preciso trabalhar. Aí ela, vai lá conversar.

Aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu pensei que era tipo assim, serviço de escritório, essas coisas assim, né? Aí era para lixar móveis. E não é frescura, mas eu tenho pavor de lixar alguma coisa. Eu tenho eh alergia. Aí quando eu vi que era para lixar, mas só que no primeiro dia eu não lixei nada né. Nem no segundo, o terceiro, que veio a lixa. Ó, lixa aqueles móveis

Aí, conclusão, não fiquei no emprego, porque eu passava mal cada vez que lixava. Aí fui procurar e arrumei numa loja <sniffs> de ferragens né. Né aí arrumei nessa loja, só que aí fui ser vendedor, balconista. Né eles pegavam muito menor para pagar pouco. Eu me lembro que eu estava trabalhando, quem é que morreu na época? O Kennedy né, foi baleado né, foi aquele alvoroço né. Aí o patrão comentando, ai você viu, falei vi. Ele achou assim, treze anos, acho que ele nem se interessa né. Falei, é o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas. Aí ele falou, nossa, ele viu que eu era inteligente né. <laughs>

Aí eu já fui ganhando mais, eu já tinha Agora, o meu primeiro emprego mesmo bom foi de office boy.
Naquela época, os garotos... O primeiro salário que o primeiro salário que você ganhou, você se lembra dele? Primeiro? Primeiro salário. Quanto era? Não, o que é que você fez com ele?
Ah, o primeiro... Eu comprei uma camisa Volta ao Mundo. <laughs> Era moda da época, camisa Volta ao Mundo. E um sapato Vulcabras. É bom quem assistir o docu o documentário né vai se identificar na época. Era o hit da moda. O, porque os moleques tudo usava, porque ele não ele durava muito sabe a sola dele. E a camisa volta ao mundo, então

Mas não, não chegava porque era mais barato, mas era moda né, modinha. Tinha várias cores, eu queria ter todas, mas na não pude, eu comprei uma azul clarinha, assim eu me lembro E o resto, dei para a mãe, porque eu sempre fui extremamente apegado à minha mãe. Mas isso aí tem uma explicação né. Quando você não tem pai presente, a sua mãe se torna, pai e mãe, né? Aí, quando você alimenta aquela ilusão do novo pai, aí dura oito anos também. Então, para uma criança, é ruim. Acho que eu tenho a cabeça boa, mas é traumático. Então, você entendeu, né? <sniffs> Sim, claro. A o essa Agora tem o segundo pai, amo o outro, mas tem dois até, no fim eu não tinha nenhum. Então, eu centrei muito, assim, na minha mãe, sabe? Então, ela se tornou, assim, aquela coisa, né? Minha protetora, minha amiga, né? Então, ficou aquela coisa, né? Então, <sniffs> eu dei o dinheiro para ela. E sempre foi assim, toda a vida. Sempre, sempre, sempre, sempre. Porque eu nunca tive vícios, né? Nunca fumei na minha vida. Já bebo, assim, vinho socialmente. Nunca usei drogas, graças a Deus. Então, eu acho que por isso explica também não ter... Todo mundo envelhece, eu digo, mas tem pessoas na minha idade que eles estão bem mais, né? Aparentando mais, né.

Além de estudar e trabalhar? É Olha, eu <coughs> comecei a inventar cursos também né. Todo mundo tem defeito. Eu tenho mania, acho que até hoje assim, começar um curso, aí eu não não termino. Vou, acho bonito tudo, mas pouco assim, cursinhos, coisas pequenas. Aí às vezes, eu vi um um uma chamada assim, eu ia aí entusiasmava assim, fogo de palha né. Depois, dizia, ah esse curso é cansativo. Acho que também, na minha opinião, depende muito o mestre, o professor né, para dar aquela empolgação para você continuar né. Eu fazia assim, já ia começar a fazer pintura, pintura assim de quadros mais aí eu não. Comecei a fazer estilismo também, mas eu fazia a cara da mulher muito torta. Sabe, tentando descobrir novos talentos assim, eu não me dava bem nessas coisas assim de de desenho. Essas coisas não Eu desenho muito bem paisagens, casas, arquitetura. Podia ter sido um desenhista ou arquiteto. Eu faço móveis, desenho. Mas esse outro lado, que eu já fui justamente atrás, querendo me desafiar. Mas eu vi que eu não tenho talento para ser essas coisas, tipo, eu tentei até fazer curso cabeleireiro, eu vi que eu não nasci para ser cabeleireiro, que eu não tenho paciência para ficar esticando o cabelo de ni ni ninguém, tendeu? E até hoje eu corto cabelo de parentes, amigos, não cobro nada assim. Mas, profissionalmente, você vai se descobrindo né, porque, às vezes, a pessoa diz, ai vou fazer aquilo né, que eu vou ganhar bem e tal. Então você já tem talento para aquilo. Né tendeu? Agora, eu gostava de jogar também eh futebol de salão na adolescência. Jogava muito. Isso já assim aos quinze Anos e, aos quinze anos, a primeira vez que eu fiz uma peça de teatro. Mas, como a minha mãe frequentava a igreja eh evangélica, tradicional, metodista, Então, a igreja metodista, assim, essas igrejas tradicionais, eh metodista, batista, presoteriano, luterano da reforma, elas têm um lado social e de esportes muito forte, sabe? Então, a igreja, tinha igreja normal, e tinha o salão de festas né, tinha o teatro, tinha o esporte, bola ao cesto, eu fazia muito isso, tendeu?
E como é que foi sua primeira experiência no teatro?
no teatro. Olha, foi assim emocionante, porque eu achava que, como eu te falei do desafio, ah, é muito bom, mas eu não sou capaz. Mas aí eu mesmo per falei para mim, puxa, não sou bom de matemática, mas e os textos lá atrás que eu declamava poesias? Tem a ver ao teatro.

Nossa, ficou bobo. Era uma peça falando de festa junina, essa época aqui, meio sotaque assim, e a turma ficou quinze dias batucando no texto aí. Ele me deu o texto, eu li e tal. Quando foi na segunda, cheguei lá em três dias, já estava com o texto na ponta da língua. Ele falou, nossa, garoto, você é danado. Aí aquele nervosismo gostoso que os atores profissionais falam é verdade né, e o medo do de não vir em público né. Quando a gente olhava no dia da estreia, colocou a roupa, dá uma olhada pela cortina, assim, bombando. E eu fiquei surpreso né comigo mesmo, porque eu saí um dia, e no primeiro dia que eu saí, é lógico que fim de ano, festas né, ajuda mais para trabalho e decoração. E eu saí, arrumei, eu me lembro, mais ou menos, cinco clientes novos.

Eu falei, ah tudo bem né, mas aqui só pode fazer à noite. Então, eu falei, melhor ainda né, porque eu estava com fome né, depois ia andar o dia todo né. Aí fui para casa. Quando eu cheguei, E a gente tinha acabado de mudar de casa, não tinha casa própria, era alugada né. Pior, né? Aí a minha mãe falou, aquela cara de mãe, né? Ai, filho, é difícil, ai como foi acontecer isso? E você vai receber, mas ainda demora, porque eles não pagam no na assim. Falei, mãe, mas eu saí, eu consegui cinco novos clientes. Cinco? Falei é É, e um para fazer hoje. Então, eh deixa eu comer, tomar banho, já vou hoje para lá, na na coreana. Ela fala ai que maravilha e tal né. A vida tem muita alegria também. Aí eu peguei né, por isso que é bom né, nunca desistir né, você não está roubando nada, está oferecendo o seu trabalho né, pode ser qualquer um, até faxineiro. Aí eu cheguei, tomei meu banho, me troquei tal e fui para lá. Quando cheguei lá, porque o cliente geralmente ele fica mais confiando em você depois que ele vê o seu primeiro trabalho né, mas como era o primeiro, a coreana ficou um pouquinho em cima, eu dentro da vitrine, ela fora no corredor do shopping. Para quem está começando, já era profissional né, fiz conta que ela não tinha ninguém lá fora né. Aí a decoração que bolei ali na hora, aí ela comprou. Falei, você pode pôr tal, tal, não me lembro o que era, porque era fim de ano né. Aí ela falou, ah mas eu tenho algumas coisas. Falei, você compra tal coisa para forrar e as suas decorações que ficam no subsolo, você desce que eu escolho. Aí ela desceu, eu escolhi lá e mandei bala.

Você nasceu para isso, você tem o dom. Como está linda! Aí eu fiquei feliz. Aí ela falou, já que eu gostei, eu esperei você terminar. Está vendo aquela loja do outro lado? É da minha cunhada. Vamos lá agora, que ela está precisando. Aí eu fui, me apresentou a cunhada, é verdade. Aí, nisso, ela falou, olha, que dia você pode vir? A cunhada, né? Falei, ai hoje não dá mais, né? Amanhã? Aí eu podia falar, deixa eu ver minha agenda, né? Mas eu não fiz. Falei, ah pode ser, né? Aí, porque a minha profissão já faz, já paga, né? Você está duro assim, já recebe o dinheiro. Aí, no dia seguinte, fui na cunhada conversando assim com ela.

Né falei, é engraçado, até comentei, porque geralmente coreano e japonês tem uma rixa. Ela falou, não, ela é muito gente fina. Ela tem uma loja no shopping,

Você não gostaria de ir lá? Aí falei, lógico. Aí deu o telefone, e eu liguei para ela. Ela falou, quanto você cobra? Eu falei, olha, depende né, isso a japonesa. Depende o tamanho, tal, tal. Eu precisaria ver lá Marquei com ela. Aí, ao chegar, dei o preço, ela falou, ah, só que eu faço tudo junto com meu marido.

Aí, amanhã, dá para voltar? Então, eu te ligo. Aí, ligou. Aí, eu fui. Aí, quando cheguei, Aí ela já viu eu fazendo o trabalho e falou, nossa, você é totalmente diferente do meu ex-vitrinista. Vitrine dele sabe o que parecia? Aí eu falei para ela, já sei, porque eu vi a vitrine dele, um varal. Ó, você é sincero. Falei, não, se fosse bonito, eu ia elogiar, mas é muito feia a vitrine, porque estava feia mesmo. Aí sabe o que aconteceu?

Meus cartões eu não entregava, é só no boca a boca. Um indicava para o outro, mas sempre aquela coisa, gente oriental né. Primeiro via, fazia direitinho, aí gostava, e indicava. Então foi uma época, assim graças a Deus, muito boa.

Eu saí de uma loja né, precisa-se de vitrinista.

Eles estão precisando, urgente.

Só que tem um detalhe, né, querido? A placa está aí, não veio tanto, porque essa profissão não tem muita gente, sabe? Aí ela falou, veio mais ou menos três, quatro pessoas. Mas você vai lá, né? Aí eu mais uma vez falei, ai se Deus quiser, é minha essa vaga e fui. Aí quando eu cheguei, fui entrevistado, aí o senhor falou, olha, vem se não segunda você me liga.

Combinei. Então Ficou assim. Eu ele tinha cinco lojas e ia abrir mais duas. Aí Ele falou você vai ganhar ordenado fixo. Se eu prefere assim, você não vou ser registrado, mas você ganha um ordenado fixo. Aí eu Falei ah tudo bem. Aí Ele pega pegou amizade comigo me registrou. Mesmo eu não indo todos os dias. Fiquei trabalhando com ele e tal. Aí

Ele quis que a loja ficasse mais, como diz agora, atualmen bombar. Pegou um sócio. Esse sócio roubava ele. Tendeu aí Sei que a firma começou a desgringolar.

Mas aí mantive, fui trabalhando tal. Só que aí depois, Entra o lado assim que eu cuidava muito da minha mãe. Ela começou a ficar muito doente.

Minha mãe. Ela começou a ficar muito doente, assim a diabetes dela descompensada, a pressão. Aí eu fiquei, eu te falei, muito apegado né, vivendo muito com ela, tudo. <coughs> Só que nesse esta esse espaço de tempo que eu te contei do sucesso assim profissional, Eu não joguei dinheiro fora. Como a maioria das pessoas eh no exterior, no Brasil, tem a casa própria. Eu investi nisso. Aí eu quitei o apartamento, que tinha comprado pela caixa. Aí eles mandaram duas cartas. O meu tio, que era expert no assunto, falou, primeira, segunda, você não vai atrás, porque eles vão abaixar.

Realmente, abaixaram bem. Aí quitou o apartamento, Uma benção, né? Aí, conclusão, a gente paga o condomínio, mas é outra coisa, então sobrava mais dinheiro, porque a doença é muito dispendiciosa, né? Gastava muito dinheiro, tudo. Aí, a minha mãe, não sei, com tanto tratamento, ela melhorou. Melhorou bem, sabe? Então, deu uma injeção de ânimo, assim, ela muito metódica, sabe? Começou a tomar insulina, aí o médico suspendeu a insulina, falou que ela não precisava mais. Ela era tão corajosa que ela falava, filho, aplica a insulina em mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus. senão eu seria médico ou enfermeiro, não tenho talento para essas coisas. Então ela se auto-aplicava, porque você deve conhecer, a agulha é muito fininha né, ela ela ficou boa, teve alta da diabetes e tal né, aí me animou.
Ela ainda estava ativa nessa época? Ela
Não, não. Minha mãe não estava. não trabalhava. Cuidava da casa. Aí meus amigos diziam, ai, como é bom ter mãe, né?

Quer dizer, qual é a melhor comida do mundo? Você vai em muito restaurante e diz, não, a melhor é a da minha mãe, né? Lógico. Aí, conclusão. Eu comecei... Para não jogar dinheiro fora, que eu acho que viajar para o exterior eu nunca fui, infelizmente. Mas o Brasil tem tantas coisas boas né. Falei, agora minha mãe está melhor tal, eu vou começar já tenho onde morar né, já estou pago tal, ganhando legal, vou começar a viajar. Aí fui conhecer o Sul, que era o meu sonho.

Gostei demais também e tal.

Começou assim, sabe? As pessoas Alguns falavam, nossa, mas você viaja? Ai Nossa, ao invés de ficar gastando dinheiro, eu falava, não, mas cada um acha o que é bom para si. Falei eu acho que a vida é eu não acredito em reencarnação. A vida para mim aqui é uma vez só. Então, se eu pudesse, eu iria conhecer o mundo inteiro. Não posso, pelo menos o Brasil eu estou conhecendo. Aí fui para Comecei a ir para vários lugares assim maravilhosos. Tudo eu fotografava, filmava, é recordações.
Né Aí você viajava sempre sozinho? Eu

Mas, geralmente, só né mas lá a gente se enturmava tal, fazia amizades, a gente viaja, aquelas coisa toda. Aí parei um pouco né com as viagens. A mamãe voltou a ficar doente de novo.

Deixava ele falar tal, o traje, só que eu não vou, querido.

Porque minha mãe não está bem.

Mas ele considerava muito a minha mãe.

Com certeza. Não, eu não vou falar para, olha, eu troco qualquer festa para ficar com ela. E ela, quando ela estava bem, ela, ah, filho, vai, entendeu? Aí eu não ia, ficava com ela. Cuidava dela tal, tal. Chegou um ponto que ela começou a ficar muito doente. Mesmo. Ao ponto, ela tinha um convênio no servidores, mais no hospital do que em casa. Aí, para acontecer uma coisa mais chata ainda, a diabético, eles não... Quando ele se machuca, demora a cicatrizar.

Todos os dias, trezentos e sessenta e cinco dias do ano, eu fiz curativo nela. Paciência, assim, de Jó de oriental. E ela falava, ai filho, deixa eu ver no espelho como é que está o ferimento. senhora não vai ver nada. Não vai, vai ver seu rosto, tá lindo, mas o ferimento a senhora não vai ver. Ai, mas eu tenho diabetes, não vai curar. Mãe fica quieta, vai, curou. Em um ano, todos os dias, eu nunca saí. Eu fazia meus compromissos, mas tinha que voltar, não importa o horário, que eu ia fazer o curativo dela. Com muita perseverança, começou a ficar vermelhinho e tal, bonitinho e tal.

A senhora está de alta. Pode até bater aí, não tem nada. Tanto que o ele cobrava cinquenta reais por curativo, a consulta foi cem. Ele devolveu o dinheiro, esse é médico mesmo. Falou, olha, toma o dinheiro de volta, nem quero, vão almoçar ali no restaurante. Porque eu estou feliz também quando o paciente fica bom. Aí minha mãe falou, ah, eu fiquei com medo de não ficar bom. Falou, ah, não tem problema, se ficasse a gente amputava. Ai, doutor! Mas tem gente que amputa. O senhor amputa? Falou ah eu corto qualquer coisa. Eu sou médico. Credo, doutor. Coisa de brincando um pouco para descontrair né. Aí minha mãe ficou boa. Então, eu estou te falando isso, que a vida é assim né. O autoajuda que muita gente prega, eu respeito. Mas eu não confio num mundo só feliz. Não existe esse mundo se ser totalmente feliz. Só nos momentos. Porque seria uma para mim isso é utopia. Ah, você tem que estar sempre sorrindo, sempre feliz, mas, ao mesmo tempo, mesmo que estiver tudo bem, para mim, que sou cristão, como você pode estar totalmente bem com alguém ao seu lado? Basta sair ali no centro da cidade, pessoas morrendo de fome. Então, você tem aquela alegria gostosa, porém, com aquela melancolia né, tendeu? E eu considero queira ou não, todos nós somos artistas, mas eu considero esse lado artístico muito dentro de mim, a sensibilidade muito forte, Então, eu não consigo ser totalmente feliz assim. Eu acho até meio bobo, a pessoa muito eh... Entendeu? Aquela alegria assim. Agora, que a gente tem momentos felizes, tem. E é até bom ter esse lado da da da de sabores para a gente dar valor, né? Claro Nas horas angustiantes.
E sua a sua mãe, depois ela faleceu?
Então, aí a minha mãe foi o seguinte. Como eu já estava cuidando bastante dela, Surgiu um outro problema, ela teve pedra na vesícula e ela foi fazer os exames e foram invasivos da colonoscopia e endoscopia. Os exames, quando ela voltou para casa, ela se sentiu mal, o médico falou, o segundo médico estudante falou, nossa, a senhora parece estar inflamada. Ela falou, eu fiz esses exames. A minha mãe, deve ser de família, ela não aparentava idade, ela faleceu aos oitenta e um anos, quando ela foi internada, coloca no hospital o nome e a idade. A enfermeira olhava e falava, mas eh eh a senhora entrou hoje? Não, eu estou desde o... Não, porque está oitenta e um anos e minha mãe dizia é a minha idade, meu amor. A senhora não tem oitenta e um anos, o médico... Tenho, querida. <sighs> Pensei que a senhora tivesse sessenta e oito A senhora já fez plástica? Ai, minha filha, Deus me livre fazer plástica. Conclusão, aos oitenta e um anos. Só que antes, ela passou mal e eu levei ela no hospital. Então, ela já ficou para ser operada, tirar a pedra da vesícula. Ela teve medo, como toda cirurgia né, nós também tememos. Mas ela falou para o médico, Meus filhos já estão criados. Eu não tenho medo da morte. Tenho medo de sofrer. Com um detalhe. Eu estou sof sofrendo com a dor. Todo dia essa pedra me incomoda, eu tenho que deitar, eu não consigo dormir. Se eu não operar, o que acontece? O médico falou, a senhora quer a verdade? A senhora pode um dia estar andando na rua, essa pedra, ela anda e ela tampa o... agora eu esqueci o nome, acho que é o... É uma parte lá do do, pe próximo ao intestino, e a senhora morre em qualquer lugar, na maior agonia. Ela falou, eu quero operar, e ela operou, e ela ficou acho que dez dias bem, tanto que o remédio para a dor Ela não tomou. Ela ficou bem, sabe, muito legal. Aí, quando ela passou mal, eu levei ela para o hospital. Ao chegar lá, ficou na u tê í, entubada. Só que parece que foi uma despedida. Quando eu fui visitá-la no terceiro ou quarto dia, O médico falou, olha, ela está bem. Tiramos os tubos. Aí eu falei, mas cadê? Aí ela subiu para a semi-intensiva. Ela está no quarto e de lá vai para o apartamento. Aí eu subi com o meu irmão, aí ela falou, vai logo, eu vou para o apartamento. O doutor que me operou, Ele foi me ver na u tê í e disse que até chorou. Eu falei, não, mas a senhora é muito querida, ele gosta muito da senhora. Também gos e de mim, a senhora gosta? Ela falou, não, você você é meu anjo, né? Aí ela começou a fazer aquelas recomendações de mãe, né? Ó, filho, eu não sei, mas se eu tiver que ir, ai, não sai lá do Ah, para, como todo filho. Para de falar essas bobagens. Todo mundo pode morrer, menos Você você está louco? Eu não vou ficar para Todo mundo vai vai um dia né. Se tiver que ser, Deus que sabe. Aí conversou bastante comigo. Ela foi transferida para o quarto. Aí eu fiquei de acompanhante né. Só que era carnaval. Você sabe que no carnaval diminui o número de funcionários. Tendeu?

Eu achei estranho que ela media a diabetes e não dava remédio, que ela tomava todos os dias. Me dia pressão e tal, mas não dava remédio. Aí eu falei, o que é que é isso? Aí a moça falou, não sei. Ela passou mal à noite. Quando ela passou mal, o médico veio e foi as últimas palavras que eu ouvi ela falar assim, Ah, a senhora está passando mal, ah não consigo respirar. Eu vou entubar de novo. Ela falou, pode entubar, porque eu não sinto nada. Porque antes, eu curioso, falei, mãe, quando a senhora estava lá na u tê í entubada, a curiosidade da gente, né? O tio e tal foi uns foram Aí eu não lembro. Mãe, a pessoa está entubada, sente alguma coisa? Falou, não, filho, a gente apaga. Porque eu não lembro de ninguém, não sei de nada. Eu falava tanto com a senhora. Não Se eu tivesse morrido... Não tinha sentido nada, quem sabe a morte é assim uma tranquilidade. Ela falou, pelo contrário, quando eu melhorei, que tiraram o tubo, aí eu achei que eu estava muda. Eu vi que eu estava no hospital, eu senti aquelas pessoas conversando, eu dizia, meu Deus, eu estou muda, ela falou. Estou muda. Quando a mulher, como ela ia falar com o tubo na garganta. Quando tirou, ela se sentiu, doeu, né? Mas aí eu falei, bom, eu tive essa curiosidade, pelo menos, né? Sabe por quê? Porque depois ela viria a ficar quarenta e dois dias na u tê í. Quarenta e dois dias, foi. É uma das piores coisas que acontece, mas eu acredito até para a família. Porque ela tá lá praticamente, né, uma morta-viva. Mas para a gente, ainda mais ver sua mãe ali, é uma tortura assim diária. Não teve um dia que eu não fui. Tendeu? Mas aí mexe com tudo, né? Parou os rins, foi fazer hemodiálese diálise eh, aquela parafernália, que às vezes você vê só em filme, né? Ver outras pessoas. Então doía muito, eu pedia força para Deus, né? Eu não conseguia dormir direito, sonhava tal, né? Mas tinha esperança. Ainda bem que existe esperança. Quando a pessoa está lá, Você vê até pessoas ao lado dela, assim que você vai lá, aí você vê o parente, ai faleceu, mas a sua mãe, o seu parente, você acha que não né, que ela vai sair daquela. E cada dia é um diagnóstico, o médico, ah, hoje é... Até que um belo dia, na véspera que ela faleceu, dia dois de abril de dois mil e seis, parece que você sente também, né? Eu fui visitá-la quatro horas da tarde, eu tive uma crise muito forte de choro no quarto, aí que eu olhei a pressão dela, tava... Sete por dois e pouco. Isso não é pressão de ninguém. Aí o médico, no fim, eu falei, doutor, para, eu quero a realidade. Ele falou, olha, tudo que a medicina poderia fazer pela sua mãe foi feito. Ela está desenganada. A minha cunhada perguntou, quanto Aí, não pergunta, é chato, né? Ele falou, olha, ela tem pouco tempo, se prepare. Aí aquilo vai igual uma facada no seu coração, né? Todo mundo ama sua mãe, você também, né? Lógico que não, né? Aí eu tentei ser forte assim, mas ao mesmo tempo uma faca e dois gumes, você vê ela lá assim, ele falou lá, tudo é artificial, falou para mim. Ela não tem pressão, o tudo parou. Ela está com infecção generalizada. Entendeu? Então você diz, meu Deus, ela precisa também descansar, né? Aí eu vim para casa.

Como você explica que eu, às vezes, acordo para urinar, mas mais seis horas da da manhã, porque eu tomo muito líquido. E minha mãe faleceu exatamente, eu fui às quatro no sábado. No domingo ela faleceu meia-noite, já é outro dia né, meia-noite e vinte, o médico contou. Quando eu acordei na minha casa, que eu olhei no relógio, não era nem uma hora da manhã, eu tive vontade de urinar. Achei estranho né, mas fui. Né só que na hora que eu acordei, eu pensei, meu Deus, o que foi feito da minha mãe? Ela com aquela pressão, parece que quando ela faleceu, da impressão que veio me avisar assim né. Aí eu peguei e sentei na cama, aí o telefone tocou. Aí não precisava falar mais nada, né? O que é que você acha? Uma hora da manhã, o telefone tocar, já fui lá assim, aí a moça falou, ela não fala que faleceu.

Aí eu falei, ah, dá sim. E a minha irmã estava lá em casa falou, ai, a mãe, falei calma, ela está só passando mal, eu vou. Falei, não, fica aí, eu te dou notícias. Aí tomei um táxi e fui. Mas você não chora, você fica assim, é tão forte o negócio que parece que você fica anestesiado, sabe? Aí fiz tudo o que tinha que fazer, liguei para o meu irmão tal, né? <sniffs> Mas a pior dor do mundo, eu aviso para todo mundo que não passou por isso, A pior coisa é a morte da sua mãe, porque as suas raí, você vem de dentro dela, né, cordão umbilical, né? E eu extremamente apegado, aí você tem que escolher caixão, essas burocracias toda, a sua alma, ela fica assim, muito ferida, sabe? Você cai assim. Aí depois, a pior parte também é o sepultamento, né? O sepultamento, você vê na televisão, eu chorava, mas não era comigo, mas eu chorava. Imagina a minha mãe, eu não quis ver, né? E minha mãe mesmo falava para mim, ela falava de tudo. Ai, filho, sabe o que é que é? Eu não tenho medo, mas acho tão assim, descer a sepultura, né? Falava, pois é, mãe. Aí eu não quis ver, você entendeu? Não quis de jeito nenhum. Na de jeito não, jamais. Mas aí eu passei por outra coisa também. Quando eu cheguei no velório da minha mãe, geralmente velório municipal tem três, quatro pessoas que faleceram. Calhou que naquela manhã fria, sete horas da manhã, chega lá não tinha ninguém. Só era ela que ia ser velada. Aí os parentes iam chegar depois, porque eu fui junto com o carro funerário, a urna atrás, e o homem ainda que foi o motorista, não deu uma palavra de ânimo, para mim que eles são frios né, não deu uma palavra de consolo, nada. Aí eu fui ali quieto, assim, passando um filme na minha cabeça, assim. Quando eu cheguei lá no cemitério, aí eu tive que ajudar a tirar e veio mais dois funcionários. Ao colocá-la no lugar de velar, abrir o caixão, o segurança sumiu lá para dentro, o funcionário também. Aí o que aconteceu? Ficou eu e ela, mais ninguém de manhã assim. Só que eu fiquei no saguão e minha mãe lá na outra sala. Aí quando eu pensei assim, <sucks teeth> sabe de uma coisa? Ela é minha mãe, né? O amor pela vida e pela morte. Aí eu fui lá. Eu fui ali e eu desabei. Chorei, tudo que tinha que chorar, falei que amava e tal, mas o médico falou para mim, você vai ter uma surpresa, sua mãe parece que está dormindo. Aí eu falei, doutor, mas como foi a passagem? Ele falou, tranquila, não vou mentir que o médico não pode mentir, a sua mãe não morreu agoniada. Porque a pessoa que morre sem ar, ela tem uma expressão feia, né? Igual afogado. Nós mantivemos o aparelho para respirar até o fim. Apenas a falência dos órgãos se deu através da pressão. Aquele aparelho, a nossa pressão zerou. Aí fiz aquele risquinho. Ela foi tranquila. Vai pa pa parece que está dormindo. E é verdade. Ela parecia que tinha um sorriso, assim. Parece que um anjo chegou e... Falou, vamos, chegou a sua hora. Anima mais, sabe? Não era aquela aparência feia de dor, sabe? Ela estava serena.

Parece que está dormindo. E para você ter uma ideia, eu fui tão forte, Deus me deu força que eu escolhi as cores de flor para ela, rosa, que ela gostava. Degradê de rosa. A roupa, eu que escolhi a roupa, tudo bonitinha, e os dentes dela estavam assim um pouquinho aparecendo, ela tinha os dentes perfeito, hoje em dia é raro isso numa idade dela. Ela tinha ruga, não tinha nada. Ela parecia que estava sorrindo. Aí eu tive que ser forte, sabe para quê? Para ainda consolar os netos e bisnetos. Você entendeu? Aí depois que eu fui chorar, e choro até hoje, todos os dias. Mas não é um choro de... é um choro de saudade. Quando bate assim saca a saudade, porque você está né, as coisas da pessoa, a roupa, tudo lembra, ainda não doei as roupas.
Um ano e dois meses. E <sniffs> você falou que você também <sighs> tinha <sniffs> Hã Tinha muita ligação com a arte. Com a arte Né É Com a escrita. E Isso. <sniffs> Isso esse <coughs> isso também te
ajudou bastante e ajudou também a o diálogo com ela, né? Ela falava para mim, quando eu for, você pode também, né, jovem, tudo, porque a gente pode estar atravessando a rua, ficar doente, enfim, a tendência é o mais velho ir, né? Mas ela falava, filho, quando eu for, você pode chorar, é um direito teu, mas alguém vive a vida do outro. Você vai ter que viver. Ela falou A minha mãe não faleceu aos trinta e três? Eu não casei até duas vezes, tanto que tive filhos, tal. Nossos avós, a nossa árvore lá atrás. O mundo é assim, não é? É uma reposição de gerações. Só que você não vai ficar com depressão, tendeu? Quer dizer, ela falou, mas no início eu fiquei. Né não é depressão. Depressão é mais forte, né? Mas ah diminui, assim, a alegria. Você no começo não quer muito sair, sabe? Você, se você Vê uma piada lá, parece que você sorri, você se culpa. Ai, ela faleceu, eu estou sorrindo. Depois você vê que não é nada disso. Que a vida tem que continuar mesmo, sabe? E agora, depois de um ano, eu estou bem melhor, né? Porque eu fiquei péssimo né, tendeu? Fiquei muito ruim mesmo. Mas os amigo, meus irmãos, me tirava de casa. Porque os irmãos todos sentiram. Mas como ela morava comigo, é diferente a convivência, né? Então eles sentem, mas eu que estava ali, que cuidava, tudo, né? Falava que era meu bebê tal, né? Mas está tendo uma coisa boa agora. Eu sonho muito com ela. Muito, muito, muito, muito. Eu sonho e minha mãe fala comigo no sonho né, que é incrível também né. Eu, como eu te falei já, eu acredito né. Por causa da <sniffs> Eu conheci a minha mãe, ela era evangélica assim, mas uma pessoa muito fiel. Ela que passou essa fé para a gente, sabe? Ela sempre gostou muito da música gospel né, que no Brasil está muito forte agora, mais nos Estados Unidos né, na Europa e tal né, agora está forte né, então tem muitos cantores. Então, ela sempre comprou muito Cê Dê de música gospel, ah todos os ritmos. desde samba, rock né, que agora tem tantos cantores gospel que canta rock né, oficina Gê três, e ela gostava muito. Só que ela era da Assembleia de Deus né que , e eu já frequento a igreja mais né moderna.
E então, mas retomando um pouquinho até, porque você teve muito... Trabalhou como vitrinista durante muito

Mas você fez outros tipos de de atividade durante esse tempo? Como é que ficou essa essa do teatro, da escrita, que <sighs> você falou que acompanhou você de alguma forma? continuaram?
Pois é, não, do teatro, não. O teatro parou lá na juventude mesmo. Eu Não fui atrás. Porque, como é eu te falei né, eu acho que não é que eu acho, o meio artístico ele é muito competitivo né é, e a competição me assustou um pouco. Talvez por eu ter trilhado essa profissão que é meio solitária, você há de convir. a profissão de decoração ela é solitária, porque você vai fazer um trabalho é você lá e acabou. Isso eu acho que me deixou assim. Tanto que teve um trabalho que era de equipe no no no setor de decoração e eu não me dei bem. porque ficava muito assim, um queria uma coisa hum sabe... Eu não gosto dessa disputa assim. Então Acho que o lado artístico do teatro, cinema tal são mais competitivos, não são? Então é uma coisa minha personalidade, como eu te falei. Não que eu seja solitário, mas eu gosto mais da... Agora, no sentido social, não. Eu gosto de compartilhar
E são poemas que você escreve?
Poemas, escrevo poemas. Mas não aquela coisa de rima, não, sabe? É um poema de vários temas, todos que você pense, social, eh de amor, de amizade, do dia a dia, da luta, de pessoas jogadas na rua, tudo. Ele é assim um painel variadíssimo assim. Não segue uma trilha né. Às vezes, a pessoa é romântica, escreve só poesia ele é amor né. Então O meu não, ele é bem versátil.
Mas e por que que você escreve?
Porque eu escrevo? Então, isso que eu te digo, é uma forma de desabafar aquilo que eu tenho mais profundo na minha alma. <coughs> Porque, às vezes, com as palavras, eu não eu não consigo muito me expressar, sabe? E, às vezes, eu vou até dar um depoimento, como aqui agora, depois eu fico achando que eu não fui bem, que eu poderia ter falado mais, né? Já escrevendo, sai assim, flui mais. Aí seria a palavra, flui. Então, desde muito... Acho que o primeiro poema que fiz tinha uns catorze anos assim né. Eu Acho que até lembro dele assim. <coughs> Falo, talvez não sai não saiba todo, mas foi o momento em que eu te falei dos conflitos de adolescente. Eu estava sozinho, num lugar bonito assim né, aí comecei a pensar no conflito de família. Lembro que eu escrevi assim, sobre chorar. Aí eu chorava e dizia, ai por que eu tenho que chorar, né? Mas aí eu pus. As lágrimas que chorei não foram em vão. Foram muitos motivos que fizeram-nas rolarem do meu rosto. como as águas rolam nas cascatas. Mas um dia eu senti vontade de gritar. Mas sabe por quê? É que o meu viver havia se tornado um amontoado de angústias, de problemas e decepções. Mas hoje estou melhor. Eu não abaixei a cabeça. Eu corri contra tudo e lutei contra todos. Vou continuar lutando. Mas que estou bem melhor, hoje em dia estou. Essas lágrimas vão continuar rolando. Mas que sou mais feliz, eu sou. É bonzinho, né?
É tipo assim. E tem <sniffs> um outro poema que você tenha lido, que também tenha Te tocado em algum da sua vida?
Que eu li? Deixa eu ver se eu me lembro. Assim é que são tantos, eu leio tantos assim né. Mas eu sempre ge eu eu eu não não guardo muito assim o texto todo né. Mas tem alguns assim mais da infância, sabe?
Mas mesmo que você não saiba o texto, mas algum que em algum momento específico assim te tocou, te ajudou?
Que me ajudou a? Acho que era de esse texto. Se não me engano, era de Machado de Assis. Deixa eu ver se eu me lembro de Machado de Assis. Eh <coughs> deixa Ver se eu porque é coisa de infância, sabe? Aqueles que marcaram mais, né? Machado de Assis. E tem tem até textos, às vezes, de cantores também, compositores, por exemplo. eu por exemplo, sou fã do Chico Buarque, do Fagner. Aquela música, que não deixa de ser poema do Fagner, ela me toca muito. Que eu te falei, que fala que o homem se humilha né, se castra nos seus sonhos né. O sonho é a sua vida, a vida é o trabalho. Sem a sua honra, Sem a seu trabalho, o homem não tem honra né. Sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Eu gosto também daquele do Vandré, caminhando e cantando, seguindo a canção. os soldados armados, amados ou não né, os quartéis vos ensinam uma nova lição de morrer pela pátria e seguir a canção, enfim né, lembra desse? Vem, vamos embora, tal. Porque esses da infância, às vezes eu tenho lá em casa, então assim mas às vezes o texto, talvez eu fique um pouco nervoso porque está gravando, <laughs> eu não me lembro, tendeu? Mas tem muita coisa assim. E os meus né, certo?
E agora, passando esse filme todo na sua cabeça, porque a gente está fazendo aqui, é passar um filme na sua cabeça.
É, com certeza.
Está passando. Como que foi para você reviver todo esse filme? Ah
Faz bem, me faz bem, sabe? Faz muito, porque eu acho que parece que estou vendo as cenas. É Senti assim, melhor que psicólogo, melhor que tudo. Eu nunca fui a um psicólogo. Então, foi uma coisa dupla sabe, a entrevista e vocês funcionaram como psicólogos né, sem cobrar ainda nossa, porque é caro né, coisa burguesa né. Porque nos dias de hoje, através do meu irmão, como eu te falei, eu frequento ambientes assim da alto-society. Aí No dia seguinte, a minha realidade é outra, E, às vezes, se eu tivesse uma cabeça boa, acho que ia pirar né, porque essa semana mesmo, eu estive na terça-feira, na Assembleia Legislativa, de um prêmio que o meu irmão ganhou. Tinha gente da alta sociedade lá. Eu estava fantasiado social, de uma roupa boa tudo né, só que depois, na segunda,

E nem toquei no assunto para ele, nada, porque senão dá a impressão de, eu quero dizer isso assim, eu não me deslumbro com as coisas dos outros. Frequento, posso ir a uma festa hoje, amanhã, num amigo meu que mora lá na favela, no cortiço, e eu lido bem com isso. Acho que por isso que eu sou mais para feliz, sabe? Porque, às vezes, você se deslumbra, né? Ah Ai, mas eu frequento tais lugares e tal. Isso é tudo bobagem. Porque aquelas pessoas que vão lá também estão fantasiadas, né? Elas também têm dilemas, problemas, todos.

Aí eu falava, nossa, cada casa, né? Essa gente deve ser feliz, né? Tantos carros na garagem, né? Depois, através de amizades, de trabalho, eu fui nessas casas. E eu vi o interior delas, né? Que lá também tem problemas, conflitos, às vezes até piores, né? E muitas vezes acontece o contrário, né? Você vê a televisão, pessoas que moram lá na roça e tal, e são mais felizes, né? Tem pouca coisa para comer, chão batido na na casa, né? Então, isso é muito relativo né. Feliz total ninguém é né, mas não se deslumbrar com essas coisas que passam né. Aí eu não sou apegado com esses materiais. Se eu fosse apegado com coisas materiais, eu tinha feito que eu ganho um bom dinheiro né, patrimônio assim né, de casa para alugar. Tendeu e não, não quis ter uma família, não sou impotente, mas é porque a sensibilidade né de filho né. Acho que dói muito assim, hoje em dia, principalmente a juventude está meia né. Se eu tivesse um filho que falasse isso para mim, eu ficava muito triste. Né eu tive três namoradas fixas. Quase casei, mas optei por ficar só. Só comigo mesmo, que que eu amo, mas não quis o casamento. É isso.
Quando você agendou para vir dar entrevista aqui com a gente Aham, eh você tinha em mente também contar a tua história? Contou tudo? Quer contar mais alguma coisa?
Se eu contei tudo, é quase tudo, né? Nunca é tudo, né? Eu só queria dizer assim, que se alguém depois assistir né o meu depoimento, eu queria dizer que eu amo a todas as pessoas. Isso também me faz bem, porque eu acho que o dom do amor realmente é perdoar, sabe? Porque se você não perdoar, as pessoas talvez fez algum mal, vai fazer mal para você. Então, eu amo a todas as pessoas. Todos, indistintivamente, né? E que quero que todo mundo seja feliz, eu amo as plantas, animais, poucas coisas me irrita, pouquíssimas assim, né? Mas a maioria das coisas do mundo é como separar o joio do trigo, né? Tendeu? O mundo tem muita coisa bonita. Então eu olho o lado bonito da vida, né? E o outro, se eu puder melhorar um pouco, eu eu te faço a minha parte, né? É isso.